Nome inteiro, a data e o local de nascimento.

E o local de nascimento?

Aham Mil
E conta um pouco o nome dos seus pais, dos seus... Olha, ah eu até me emo me emo me emociono, porque eu perdi a mãe com três anos.
Sim.
E o pai com sete. Então eu não tenho uma referência dos pais. Uhum Por isso que eu não sei nem onde eles... Você me perguntou onde eles nasceram. Eu... E eu fiquei morando em Itu só até os sete anos.
E aí, eh o senhor depois foi criado por quem?

E nesse meio tempo ele faleceu.

Tem Que é um erro. Eu fiquei morando lá em Santo Amaro com os padrinhos até uns doze anos, mais ou menos. Uhum Ah a minha irmã, que lá os padrinhos eram pessoas de idade, então eu estava meio à deriva na rua, quer dizer, sem um... Inclusive, entendeu? Então eu acabei... Ela acabou me levando para morar com uns tios Uhum em. Uhum o senhor Não sei se é essa a história que você quer.
É, a gente vai contando, né? O senhor falou da da irmã. Eh O senhor é o ca era o caçula? Tinha outros irmãos?
Ah, tinha. Eu tenho Éramos em cinco irmãos.
Cinco irmãos.
Era seis, mas mo morreu logo seis, mas éramos cinco irmãos. Todos apareceram, eu sou caçula.
Como eles chamavam?

Então, os outros faleceram, só só sobrou só sobrou o caçula.
Uhum O senhor é o caçula. E o senhor estava falando que até os sete anos, então, viveu em Itu.
Não, não, ah até os sete anos em Até
Até os sete anos em Itu né eh. O que é que o senhor lembra desse período?
Vagamente né, a gente lembra... Quando fui crismado... Vagamente eu me lembro assim do do meu pai que tinha fazendo uma uma casa num sítio, Aham mas é mu muito, muito, coisa muito de leve, né? Porque depois que eu saí de lá, vagamente eu me lembro, talvez eu me lembro um vislumbre mais ou menos quando minha mãe faleceu.
O que é que o senhor se lembra? O que é que o senhor se lembra?
Eu me lembro só de ter lá o lá lá lá do fato dela falecer, assim da urna, de alguém ter me levado para ver. Sim. Transformo Mas não... Não com detalhes? Não, infelizmente não Uhum Não sei o que é um amor de mãe.
O senhor falou da crisma, o senhor se lembra desse evento, O que do vagamente, quando o senhor foi crismado?
Como é que é?
Quando o senhor foi crismado Né o senhor falou, eu me lembro, quando eu fui crismado...

Uhum Eu sou aqui. Depois, inclusive, fomos em San eh em Santa Porque depois eu acabei indo morar em Santa Cruz do Rio Pardo.
Isso mais velho.

Mais velho.

Saí de Santo Amaro e fui morar em Palmitau, Uhum com os tios, como eu falei para você. E lá eh a gente estava, meus meus tios, toda gente simples, gente que não tinha poder, a gente trabalhando em balcão, sempre coisas dessa idade que a gente acaba fazendo lá, ajudando em farmácia, sem nenhuma perspectiva de de Então essa minha irmã, que era professora lá lá lá em em Santa Cruz do Rio Pardo, Uhum na escola municipal, ela me trouxe para fazer, naquela época era o científico. Sim Era o último período, do cha ao invés de chamar colegial, era

E lá eu fiz, então, o ginásio. Tive muita sorte, porque quando eu fiz o ginásio lá, foi uma equipe de professores formados aqui em São Paulo, na filosofia, que realmente nos deram um boa uma boa base de de ensino, não é?
Agora, quanto tempo o senhor ficou em Palmitau?
Dezoito... Talvez uns cinco, seis anos, porque... O tempo já vai e a gente fica sem sem lembrar, porque... Porque quando eu vim para São Paulo, oitenta e oito... Mais ou menos até Eu eu fiquei pouco tempo. Pouco tempo. Uns
Seis anos, mais ou menos. Eu acho que nem Nem isso. Nem isso E esses tios com quem o senhor morou eram irmãos do pai, da mãe?
do papai. Uhum
Como eles chamavam?

E o que é que o senhor se lembra dessa época? Hein O que é que o senhor se lembra desse período em Palmitau?
Ah, foi um... Bom, eh eh eh eu era moço, quer dizer, lá, como eu falei, a gente trabalhava. O tio do meu tio era de de de classe média baixa, entendeu? Foi uma época difícil, eu até estava lá, ele tinha passava até dificuldade em casa.

meus primos, alguns trabalhavam na prefeitura, mas eh era uma vida bastante simples, Uhum sem sem muita perspectiva.
Mas o senhor tem lembranças da casa em que morava?
Como é que era essa Menos mais ou menos, um período difícil em que Essas essas coisas deixam a gente emocionado, porque realmente, É verdade Financeiramente, eh tinha uma carroça de abóbora no quintal, que era o que era o alimento básico da gente. Uhum
Abóbora.

Ah, tinha. Não não eram muitos.

E algum irmão foi junto com o senhor?
Não
Lá não Para Palmitau, não?

Era só o senhor? Só

Eu tinha uns irmãos que moravam... Na região, um irmão morava em Ourinhos. Uhum
E aí o senhor falou dessa carroça com abóboras, né? E e o que é que era? Era Tinha uma plantação de abóboras ali?
Não, não, é que... Sei lá, meu meu tio deve ter ganho, Sei sei lá, alguma coisa assim, né? Porque o pessoal no interior sempre ajudava, né?
O senhor tem essa lembrança.
Essa é porque essas coisas marcam, né? É
É. É e da escola nesse período? A escola em Palmitau? O senhor frequentou?
Palmitau eu não frequentei Não frequentou a escola?

Que eu fiz o primário.

Inclusive eu era tão de rua que fugi da escola.
Fugiu da escola?
Então eu eu era praticamente moleque de rua.
E o senhor se lembra desse episódio? Da da fuga?
Não, não fugi da escola. Uhum Deixei de deixei de ir na escola Uhum na na na na para fazer as provas, entendeu? Abandonou
E o senhor tem lembranças dessa escola em Santo Amaro?

E o senhor tem lembranças de colegas dessa escola, desse período?
Ah, não.

Só me lembro o nome da professora.
E em Santo Amaro o senhor ficou quanto tempo?
Pois é, eu fiquei dos sete anos aos doze, mais ou menos, Tá que foi quando eu vim para Palmitol.
Tá ah, então até que ficou bastante tempo em Santo Amaro, né? E o que o senhor lembra desse período em Santo Amaro?
É que, aparente, levava uma vida solta na na rua, quer dizer, eu me lembro porque naquela época, é gozado, uma cena que eu me lembro lá de Santo Amaro, é quan da Revolução de Quando os soldados iam treinar, quer dizer naquele tempo, vocês vão dar risada, mas como não tinha arma, o pessoal não tinha arma, o pessoal usava cabo de vassoura como se fosse fuzil para Para treinar simular. Isso me lembro bem.
E o senhor se lembra desses soldados na rua com esses cabos de vassoura?
Como é que é a lembrança? É, como correndo de casa em casa, Uhum mas eh também eu me lembro da casa, era uma casa muito boa, casa na esquina, meus padrinhos eram Era muito bem de vida. Era Tinha, inclusive, galo de briga, Sei tinha tinha uma uma vila de casas que tinha. Mas só que eles eram de idade. Então e eu talvez, mais ou menos, talvez fosse meio rebelde, então eu ficava meio... Por isso que a minha irmã foi me buscar.
E quem é que morava nessa casa? Tinha os padrinhos mais velhos? Tinha

E o senhor falou que ficava muito na rua, né que era um menino criado na rua. O senhor lembra de brincadeiras? De O que é que o senhor fazia o que é que o senhor fazia na rua?
Como toda criança né, brincava. Os brinquedos normais de criança.
Quer dizer sem O senhor lembra de algum em especial? Hein O senhor lembra de algum em especial?

Mas eu não me lembro, não tenho assim fixado tanto tempo.
E aí, de Palmitau, o senhor foi para...

Rio pardo Como é que foi essa mudança?
Não, foi simples. A minha a minha como eu já falei para você, a irmã, preocupada, achando querendo dar uma formação, ela me trouxe para lá porque ela era professora. E eu, então, acabei frequentando já a escola, o o o científico.
Aí o senhor tinha, o quê, uns quinze anos, por aí Catorze quantos
três sete é por aí, uns quinze anos mais ou menos não é. Eu Porque depois eu me lembro que em trinta e oito eu eu estava passando já estava em São Paulo. Já já tinha vindo para estudar em São Paulo.
E aí, o que é que o senhor lembra, quando o senhor chegou, como é que era a escola Aonde em Santa Cruz?
A Santa Cruz É era uma escola municipal muito muito boa, quer dizer, como eu falei para você, um corpo, docente muito bom né, professores bons que deram um vazamento, mas era um pedido muito bom, porque lá, inclusive, tinha um rio, o Rio Pardo, a gente tinha um clube, a gente ia lá, tinha o clube social da cidade, Foi um período muito gostoso, assim, de boas lembranças, Santa Cruz do Rio Pardo.

Ah, o senhor morava com com a sua irmã, nessa
Na pensão, né. Ali Mas em seguida, depois ela casou e passou a morar na casa... Inclusive, do do porque os pais, os sogros dela tinham uma serraria. E fizeram uma casa, ela passou a morar lá e eu também fui para lá. Mas pouco tempo isso. O maior maior tempo foi na pensão mesmo.
E o que o senhor lembra da
Daí tinha uns amigos que me ajudaram muito lá, ajudaram até a minha irmã.

Ele era procurador de terras do estado, pessoa inteligente.
E esse pessoal era de Santa Cruz do Rio
É, nós conhecemos ele de Santa Cruz do Rio Pardo.
E como é que o senhor conheceu? O senhor lembra?
Não, eu cheguei, minha irmã é que já conhecia, né?
Já eram conhecidos da sua irmã? É
Foi eh ela que já conhecia eles lá não é. Eles deram muito apoio para a gente, para ela.
E o que mais? O senhor tem lembrança dessa
Era uma pensão gostosa, o pessoal do interior né, o pe pessoal até pessoal morava um juiz de direito, morava até uma um engenheiro, minha mulher cantava até ópera, era era uma pensão. Foi lá que eu aprendi a jogar xadrez, fiquei fiquei um entusiasta de xadrez.
O senhor é entusiasta até hoje <coughs> de xadrez?
Acho que o xadrez é tão importante.
E o que mais? Lembra de outras pessoas, dessa
Praticamente é isso. A gente... Não não sei mais o que é que eu poderia acrescentar, assim, quer dizer... Do domingo, sábado e domingo, tinha o clube lá, tinha os bailes, a gente ia quadrar na praça, como todo mundo faz fazia né no interior, hoje não tem mais.
E aí o senhor morou em Santa Cruz do Rio Pardo até quantos anos?
Pois é, eu eu devo ter vindo para São Paulo em trinta e sete, mas em que trinta e oito eu me lembro que já estava, Já estava que eu passei a estudar no Rio Branco, em São Paulo.
E a chegada em São Paulo como foi?

Daí eu, depois eu saí da casa deles e fui morar em pensão.
E aí, nessa época, então, o senhor trabalhava e estudava?
Ah, sim, eu sempre fui fui, sempre, era condição para poder estudar, não não tinha... Outros recursos? Não tinha recursos.
E o senhor trabalhava aonde?
Eu fiz vários, dava aula particular, trabalhava, trabalhei num sindicato como escriturário, trabalhei... escritório de Fazia mais ou menos, porque não não era um negócio constante, porque chegava às férias eu vinha para para para San para Santa Cruz, porque a minha irmã ficou morando em Santa Cruz. Então, eu nas férias vinha para san toda possibilidade, eu vinha para Santa Cruz.
Ainda tinha essa ligação com Santa
Ah, pegava Sorocabana, Uhum doze horas de viagem.
doze horas? Como é que era essa viagem?

Passava. Nas doze horas a gente vinha de trem. Às vezes tinha dinheiro, às vezes vinha com passe de imigrante. Mas eh tinha que fazer baldeação em Bernardino de Campos, porque Santa Cruz era o ramal. Ainda é o ramal.
Agora, o senhor falou que às vezes vinha com dinheiro e às vezes com passe de imigrante. O que é que é isso do passe de <laughs> imigrante?
É coisa de estudante. Um desses filhos né trabalhava no no, conhecia o pessoal, porque antigamente eles davam passe para pessoas que que queriam viajar assim, conseguiam passe. Inclusive era passe em classe de segunda. Mas a gente era jovem, tu tudo era festa.
E aí enfrentava as doze horas de viagem.
Ah, sim. E e Ia contente e
E nesse período o senhor já estava na na faculdade?
Não, então eu fiz três anos. Dois anos depois completei no Rio Branco.

Eu me formei no

Em cinquenta Quer dizer em quarenta Como é que era a escola, Não tinha colegas?
Não não tem assim grandes coisas que

Genópolis Lá em Genópolis.

Isso, ali pertinho da Consolação, né?
Ali na Consolação, perto do Mackenzie. Depois de lá eu fiz o curso em quarenta e quatro, mais ou menos. Mas essa vida de de de de universitário, quer dizer, não não <coughs> tinha possibilidades maiores, né então era da escola, trabalho e pensão.
Trabalho, pensão e escola. Trabalho, pensão e escola. E como é que se deu a escolha pela engenharia?
Na verdade, não seria engenharia. Como eu falei para você, quando eu estava em Santa Cruz, Foi uma firma de de engenharia lá para fazer a instalação de água na rua. Justo na na na pensão morava esse engenheiro que eu falei, que a mulher cantava. E eu achei bonito o pessoal trabalhando lá na rua com o aparelho, a Então, na verdade, o que eu deveria ter procurado era agrimensura, simplesmente. Mas não sei porque deu na cabeça de fazer engenharia. Na verdade, o que me atraía era fazer um trabalho de campo Sei, tipo tipo de de grimensura, Sei topografia.
Mas aí o senhor acabou indo para a engenharia.
Aí acabei em São Paulo. Entrei no Mackenzie porque o Mackenzie, embora tivesse que pagar mais do que na Usp Uhum, mas você tinha mais tempo para trabalhar.

A Usp era mais exigente em
Ficava mais tempo na faculdade. E aí nesse período o senhor...
Aí entre quarenta e um e quarenta e dois, que foi a época da guerra, eu fui convocado para a fa para a Feb. Aí um o meu amigo, filho desse casal, veio me avisar, olha, se você não não entrar no cê pê ú érre, você vai ter que ir para a Força Expedicionária. Aí eu acabei <coughs> fazendo o cê Em quarenta e
E dois E aí, aqui em São Paulo mesmo?

É, fazer cê pê ó érre.
E esse período o senhor se lembra? cê pê ó érre Como é que era a rotina?
Na vida do cê pê ó érre foi um período bom, porque a gente fazia acampamento. Cidade que tudo é gostoso, né? Cidade de... Porque eu me formei com vinte e sete
Então, nesse período do cê pê ú érre, o senhor tinha quantos anos?
Eu tinha, pois é, quarenta e pouco, eu devia estar com vinte e poucos anos Vinte e poucos anos.
E o senhor falou que fazia acampamentos. Como é que eram esses acampamentos?
Coisa da... Foi o que eu fiz, a arma de artilharia, né? Aí fiz, depois eu fiz o...

E depois, então, eu me reformei como segundo tenente.
E desse período tem colegas de cê pê ú érre que o senhor se lembra ainda? Ah a gente
A gente lembra, né? Porque na escola a gente sempre formou um grupo de de <coughs> que estudava junto, que... E na escola, por exemplo, boa parte eu ficava jogando xadrez.

É <laughs> então essa parte do social era bem desenvolvida.
Não tinha, a gente não tinha, não tinha parte, porque a gente não não não tinha como participar da sociedade de São Paulo. Não tinha não tinha família, não tinha relacionamento com ninguém. Eh eh uh a gente, com família assim, não tinha relacionamento.
Mas na faculdade, bastante. Na faculdade, bastan o senhor tinha bastante relacionamento.
Bom, isso com os o com os colegas tinha. Porque a gente participava dessas atividades esportivas entre entre futebol e xadrez.
E o senhor se lembra de algum colega em especial?
Ah, lembro.

Tem pessoal, às vezes assim não lembro bem, mas há pouco tempo a gente se reunia, se reuniu em São Paulo. Muitos deles se reúnem dia dezoito de dezembro, que é o dia da formatura. Eu não te eu não participei de todos, eu participei de um agora há dois anos atrás, foi muito bom. Meus colegas velhinhos, que nem a gente,
E como é que foi? O senhor reconheceu os colegas?
Alguns eu reconhecia, outros a gente não reconhece assim de Depois conversamos, tudo... Vai.
Reconhecendo. E o senhor manteve amizades até? Amizades mais próximas com esses
Infelizmente, eu não sou muito de relacionamento. Mesmo na na na parte de Eu me relaciono bem, mas depois com o tempo é gozado, eu não tenho assim, digamos que escrever carta, manter conta não, é uma falha minha.

Tinha... Gozado, lá em São Paulo, não tinha namorada firme, não. Esporadicamente a gente tinha algumas pessoas, mas não tive namorada firme. Não, não. Tive algumas pessoas que eu poderia ter namorado, mas... Mas eu não não mantive eu tinha.

Pessoal até de padrão alto, né? Não sei se você conhece a indústria, dos talheres, bacha aquelas bachelas que o pessoal... <coughs> Era dessa família? Dessa família. Então eu ia, mas ia ficava na pensão, quer dizer, não era um negócio assim. E com eles às vezes até fazia algum passeio. Eles me ajudaram muito nessa parte.
Né E o senhor lembra, em São Paulo, que quais eram os passeios que o senhor fazia mais? O momento de lazer, o que é que o senhor fazia?

Uhum Então, a gente, às vezes, ia para Santos ou Não era constante, não. Era não tinha Não não era uma vida assim Foi uma mocidade assim tão vivida. a única coisa que eu realmente sempre fiz e isso, por exemplo, que a gente dá graças a Deus, eu sempre frequentei a igreja.
Que igreja que o senhor ia?

Eu que sempre procurei pensão ali por perto, por causa de ficar perto da escola.

E e aí, a sua esposa o senhor não conheceu aqui em São Paulo? É A sua esposa o senhor Essa essa essa Não conheceu em São Paulo?
Isso já é uma história diferente, porque... Eu já estava formado trabalhando, o meu primeiro trabalho foi em Volta Redonda. Sei Para

E aí houve necessidade e eles me mandaram para trabalhar em Volta Redonda. Inclusive, eu acho hoje acho que eles fizeram um absurdo, porque tinha quatrocentos homens trabalhando Uhum e a gente recém-formado lá.
Aí o senhor já foi como engenheiro. Hein Aí o senhor já foi contratado como engenheiro.
Como engenheiro. Já foi como engenheiro. E lá eu... Eu vinha para São Paulo, né? Aí, eu depois de algum tempo, resolvi tirar umas férias.

E e foi um negócio assim, muito, sei lá, muito porque eu conheci ela em outubro e em maio do do ano seguinte eu casei.
Nossa, que rápido, né?
Entendeu então, eh foi muito foi muito rápido. Ela

Sei e. E ela é do interior de onde? Ela é do interior da onde?

Ela mora lá. E foi por causa dela que eu acabei indo para lá.

E aí esse período de namoro, o senhor estava em volta redonda e vinha para São Paulo?
Como é que é? Ah não Justamente, como a distância era grande naquele tempo, até para falar no telefone era difícil. Então, por isso que a gente resolveu casar logo.

Não tinha Para acabar com essa Não tinha como Distância... Que ela eu, por exemplo, como eu falei para você, não de carta. Então, a gente resolveu. Eu já estava com trinta anos. Uhum Já achei que já achava que tinha escapado já livre, mas acabei caindo. <laughs> E
Aí, vocês foram morar em Volta Redonda.

Isso. Fomos morar em Volta Redonda. Ficamos lá Casados Algum tempo.
Quanto tempo o senhor Casado Morou
Lá Mo De lá fui morar no Rio, fazer umas obras da da firma no Rio.
Na mesma firma?
Na mesma firma.
E esse trabalho em Volta Redonda era um trabalho Foi na primeira O que é que era uma construção?
Era de construção, ampliação da usina. A primeira ampliação da A primeira Usina de Volta Redonda. A gente morava num hotel. Depois, mais tarde, eu passei a morar junto com um cole com um engenheiro que depois ficou ficando com o padre que. Ele a esposa dele quis montar uma casa e aí nós fomos fazer companhia para ele lá.
Mas aí o senhor já estava casado?
Já, já estava casado. Já estava casado
Então, o senhor morou com a sua mulher, primeiro no hotel, depois... Primeiro no hotel, morar no hotel. E aí, de Volta Redonda eh, o senhor foi para o Rio.

Pouca gente... Liga. Eu não dou muito se ah... Desculpe interromper.
Não, imagina.

Então, senhor Antônio, aí no Rio de Janeiro, né, a ida para o Rio. Como é que foi essa i Lá no Rio
Moramos lá moramos lá na numa casa ali no no Leme. Ficamos lá, com terminou a fundação e voltei para São Paulo né.
E aí o senhor já tinha filhos?
Quando eu Eu eu é porque quando eu estava em Volta Redonda, já nasceu o filho aqui. Não não, já tinha filho. Quando eu fui para Volta Redonda, ele já foi. Eu morei lá, que eu me casei.

Enquanto eu trabalhava aqui, antes de ir para Volta Redonda.

Não. <laughs> Está está Tem tantas digo histórias que. Quando eu morava em Volta Redonda, que eu falei para você, morava com essa compadre né. A minha senhora e ela e ela ficaram grávidas ao mesmo tempo. E as duas mandaram fazer exame de de érre agá no me no mesmo laboratório. Para mim, veio érre agá diferente. Então, o pessoal naquela época não aconselhava ter filhos.

por causa do érre agá. Mais tarde, depois eu eu fui fazer um hospital em volta em Uberaba, que eram as irmãs. E lá, sabe, as irmãs acharam que que a gente devia fazer um novo exame. E eu fiz, aí o exame deu o contrário. E a minha comadre mandou fazer um outro exame em outro lugar e também deu o contrário. Então foi trocado A conclusão é que foi trocado aí por volta redonda.

Que é o segundo.
Que é o segundo.
E aí, quando vocês foram para o Rio... Hã?

No Rio, não.

E no Rio o senhor ficou quanto tempo?
Ah uns três anos só, construindo uma usina na, um depósito da cê ésse êne lá na Gamboa.
E o senhor lembra desse período no Rio? Como é que era a vida? Era muito diferente?
O problema só era... Era um pro problema... Tinha, sim, uma coisa, a gente... Que era longe, por exemplo, Leme, na Gamboa, era longe a gente de carro. No calor danado, Uhum lá na Gamboa, sol lá quente. Uhum eh O a vantagem é que nessa época meu meu irmão, esse que acabou falecendo, morava em Sepitiba. no Rio, então a gente tinha um relacionamento com o pessoal dele lá. Mas senão também é coisa... Porque praticamente a minha vida é meio de cacheiro viajante, Uhum então a gente não não não Não não não não fortalecia muito as coisas lá

Ele era da Fab. Ele foi fazer na na Inglaterra o curso de aviões a jato. E depois esses aviões vieram para o Brasil. Trouxeram para o Brasil e e num voo de treinamento, o avião

Felizmente foi Uhum nessa é nessa época que eu estava em São Paulo.
Já tinha voltado para São
Eu estava em São Paulo nessa época. Isso que eu estou querendo lembrar, pois sim, foi... É eu estava em São Paulo.
O senhor já tinha morado no Rio e já tinha vindo para São Paulo.
Está vendo? Espera um pouquinho. Porque o que eu me lembro, quando ele apareceu, eu estava estava aqui em São Paulo, até que... E foi foi foi foi ruim porque ele falaceu de tarde, de noite, eu só fui saber em São Paulo no dia seguinte de manhã.

E nesse período no Rio de Janeiro, o senhor estava bem próximo desse irmão.

Nesse período no Rio de Janeiro, É esse é o senhor estava bem próximo.
Foi uma pena, porque esse irmão era era um dos líderes da dos irmãos né. Foi uma perda muito grande, a além dos pais, toda essa perda desse irmão. Porque ele ele tinha uma ascendência sobre sobre nós, assim.

e ao longo da vida o senhor teve contato com os irmãos além desse irmão da irmã lá de Santa Cruz do Rio Pardo
Eu tive pouco contato com ele. Pouco contato. Porque depois eu sempre fiz peão em São Paulo. Lá

Não sei se você conhece esse bairro. Fui o primeiro morador de lá. Do bairro.
Estava se formando o bairro. Hein Estava começando o bairro. Era o primeiro
Não tinha nem água na rua. A gente precisou... Da da Mas ah... Daí... Eu fui fazer uma obra, aí passei a trabalhar com a a firma, fui fazer uma obra em Campinas. E fiquei morando lá em Campinas mais dois anos. Depois voltei para São Paulo, depois fui fazer uma obra lá na na estrada de Itu. Eu sempre saí de São Paulo.
Sempre viajando, procurando. Aí depois
Acabei indo fazer um hospital em Uberaba.
E aí sempre a família acompanhava, Seu

Acompanhava, sim. Só Ia sempre junto? Aê Com isso a gente não criava muito.

Em Uberaba. Depois eu fui fazer uma obra também em Três Lagoas, em Mato Grosso. Aí ela ficou em São Paulo. Já não dava para ela ir para lá. Ela foi só passear. Aí tive um período difícil, que eu fiquei desempregado muito Estava com uma casa em
Essa casa aqui de São

Ali no Itaim? No Itaim

É uma rua curtinha
Sei, sei.

Depois eu mudei, então, para essa casa né. Era uma casa antiga, velha. E eu fiquei na casa velha e construí no terreno ao lado.

E, inclusive, eu tive, nesse período, foi muito difícil, porque eu tive uma espécie de á vê.

E, não sei, o médico até dizia que eu não poderia trabalhar mais.

Felizmente eu consegui me recuperar, mas foi um período bastante difícil para a gente em São Paulo.
Foi aí que o senhor parou um tempo de trabalhar.
Eu parei um pouco de tempo né, mas depois eu continuei trabalhando porque não tinha como não trabalhar. terminei, a gente... Passou a fazer parte de um movimento de equipes de Nossa Senhora em São Paulo, aqui, e até hoje são trinta e cinco anos. Tenho com os casais a daqui de São Paulo.
E aí o senhor, quando voltou a trabalhar,
Eu tinha um compadre aqui que depois, inclusive a gente fez sociedade, mas depois eu eu... Eu eu eu trabalhava... Construí os prédios aqui, construí o Hospital Juriti, construí os prédios lá no Brooklyn e grupos de casa, entendeu? A gente fazia para vender no ramo imobiliário.

Era uma construtora que o senhor
Era uma construtora. Ela tem
E essa construtora, quanto tempo o senhor trabalhou com ela? Hum sei lá
E mais ou menos... Sem período assim definido, não me lembro dizer para você exatamente, não. Mas acho que uns quatro, cinco anos, mais ou menos. Aí quando mais ou menos Aí eu voltei a ficar desempregado, sem trabalho. Acabei indo fazer uma obra em Camaçari, na na na na Bahia.
E aí, o que obra era essa? Hein
Era fazer umas cubas para processamento do cobre eletrolítico, umas cubas pré-moldadas lá para para a Sobrap.
Ah, daí o senhor estava ligado à Sobrap ainda. É
É uma firma que sucedeu à Sobrap, ela passou a chamar a Sobrap. Eh fiquei lá quase um ano fazendo esse trabalho. Montei a a montei a fábrica dos pré-moldados, porque a cuba era pré-moldada Uhum de concreto. Então tinha que mon montar praticamente a fábrica para fazer as cubas. Eu fiquei lá lá, morava lá.

Mas aí ela só foi passear lá.

Quando eu fui para lá, já tinha os três filhos. Três filhos. Tinha

É a menor, é a caçula.
E aí os filhos ficaram aqui o senhor foi
A família ficava aqui, ah fui sozinho para lá. Foi um período assim meio complicado porque tem alguns problemas de família aí com os meus cunhados.

Coisas de família Então, essa trajetória aí.
E aí depois o senhor volta de novo para São Paulo.

Depois o senhor volta para São Paulo.
Ah, sim, depois de lá eu voltei. Fiquei aqui e aí mais ou menos algum tempo depois...

E acabei fazendo um projeto para construir um prédio pioneiro na cidade, lá, me meio sem, junto com esses sócios daqui de São Paulo. E aí acabei indo, praticamente eu ficava lá e ela aqui. Eu vinha todo fim de semana.
E esse lá, aonde que era?

Em rio das pedras lá em Rio das Pedras
Eu, esses sócios depois resolveram não dá continuidade e eu acabei ficando com o prédio em construção sem muita condição de tocar o restante. Mas nós já tínhamos vendido um apartamento em construção e eu tinha que dar um jeito de entregar.

Aí consegui o financiamento da caixa, tudo, terminei o prédio. Mas foi foi complicado.
Foi um período difícil. É foi
Foi complicado. Depois de lá, a gente... Porque quando eu fui para para lá, na verdade, eu eu fui até achando que não não ia fazer nada.

Mas acabou aparecendo isso. Eh Fiquei uns vinte anos lá, mais ou menos, construindo, de

Nunca fui dado a a bar, bebida, essas coisas, então eu não a gente ficava e. Aí, eh eh eh adiantando um pouco, em vieram me convidar para me filiar no Beber lá Lá Lá E eu acabei participando da... Porque a minha vida sempre, depois que eu fui para lá ma, sempre é muito igreja. Sei Eu confesso a você que eu só tenho a agradecer a Deus. A minha vida realmente é a vida de igreja. E tinha lá um grupo, o padre lá, tinha um... um grupo de apoio político, e nessa época para a campanha da fraternidade falava que os políticos, que o cristão devia participar da política. E eu, de uma reunião dessas, chegar a uma conclusão que tinha que ser sair algum candidato apoiado pela igreja, e eu acabei saindo candidato na cidade. Eu participei da eleição, ah mas assim E acabou acabei tendo uma votação grande. Hein

Não consegui. Porque a cidade aí na segunda eleição, a que foi em dois mil, aí acabei ganhando. Então eu fiquei lá de dois mil a dois mil como prefeito da cidade. Quase
Fui cassado Quase foi cassado?

Porque a gente fez uma administração que não que não dava vantagens aos vereadores. Vinha, justamente, eu entrei porque vinha um candidato único de uma eh de um tempo muito ruim, porque Rio das Pedras era para ser uma cidade muito rica, porque era na na época atrás tinha quatro usinas de açúcar, era uma cidade que era para ser um brinco. Outras cidades em volta desenvolveram e lá não. E tinha um candidato único que era muito, na minha opinião, muito ruim e o pessoal também. Então, com esse espírito de mudança, de mudança, nessa segunda eleição eu acabei sendo eleito. E com isso, ah mas eu continuei na minha linha de administração, E esse pessoal o pessoal da da do Legislativo estava acostumado a viver em função da da a custa da prefeitura e eu cortei tudo. Uhum Então Acabei lutando contra o Legislativo, contra a imprensa. Muito muitas regalias também do povo mesmo que tinha regalias. Foi foi complicado, foi um período meio complicado. Foi um período complicado. Eh Graças a Deus, porque hoje até a gente... Reconheci a cidade de modo geral, todo mundo cumprimenta a gente, a gente anda na cidade de carro limpo. Mas se fosse cassado, ia teria acabado com a gente, né? Você imaginou sair como prefeito cassado?
E quando o senhor fala de regalias, mesmo do povo, o que é que o que é que mudou quando o senhor foi prefeito? O que é que o senhor teve que mexer?
O que é mudou em que sentido?
O que o senhor falou né, mesmo para o povo né, teve uma mudança aí em relação à regalias? Não não ah eu
O povo gostou né, porque acabou muita maroteira que tinha. Na da equipe que Porque a própria equipe que entrou comigo tinha interesse na prefeitura, e eu acabei cortando esses interesses. Então, no final, eu estava praticamente sozinho. Eu cheguei a no fim, mas consegui ajudar um novo prefeito a eleger, Uhum que agora foi reeleito. E a gente passou apertado.

A gente até teve uma alegria muito grande, porque quando eu... Fui prefeito, eu fiz o projeto, eu não eu eu eu contratei um arquiteto para fazer um projeto de um centro cultural, que na cidade não tinha, um negócio avançado para a cidade, para com auditório, um negócio completo. E esses dias houve uma pré-organização e o prefeito deu o meu nome para ele. Então, a gente sente uma certa satisfação retribuição. Eu fui, algum tempo atrás, o título de cidadão.
E o senhor se lembra de outros momentos emocionantes enquanto foi prefeito? Marcantes, emocionantes? É
É, esses marcantes foi essa da castração.

Eu não sou de guardar muita coisa, sabe? Para mim, parece que a vida é uma coisa tão normal, assim. Eu não sei se é porque eu não fui criado em ambiente, assim. Então, eu não sou de guardar muitas coisas do passado, assim.
Ou, quem sabe, um projeto especial que tenha acontecido com a Prefeitura?
Ah tem Mas também eu tive muita dificuldade, porque o a receita do município foi muito apertada. Houve desleixo da da do pessoal anterior, então a a o dinheiro que entrou O prefeito atual está está com um orçamento duas vezes e meia maior que o meu. Eu trabalhava com dezoito, vinte milhões, para uma cidade era era pouco. Mas eu, de início, tive sorte, fiz uma...

Fiz emissário.

E jogava, era o coletor da da cidade. Então, eu uma coisa que todos os prefeitos prometiam e não faziam, eu fiz fiz uma tubulação e limpei o rio.

E Banco do Povo. É o que dava para fazer, mas o o principal que eu acho que eu fiz lá mais foi, eh modéstia à parte, moralizar a prefeitura. Eh esse sse era o objetivo maior da minha candidatura.
Era esse o
Esse objetivo maior era eh mudar a administração, porque a a cidade as administrações anteriores estavam vindo... sem caráter administrativo, mais politicagem, Sei Mais mais interesses particulares.

Continuo sim, só que lá aconteceu que o pê ésse dê bê está na mão. Uma pessoa que eu fazia questão de combater, que foi um prefeito, que aliás é interessante, ele é que me levou a filiar lá. Mas era justamente uma das pessoas piores Da geração da administração anterior.
Que havia sido prefeito.
Que havi é, porque a administração dele como prefeito foi muito ruim. E eu não consegui eliminar ele.

Então, a gente fica obrigado a se afastar um pouco.
O senhor está mais afastado, então

Agora entra um pessoal novo lá, uma candidata, a gente talvez possa dar uma... Porque você vê o pê ésse dê bê é um partido lá organizado, quer dizer, que a gente conseguiu ganhar a eleição. E agora não teve nem nem vice e não tem perspectiva de nenhum nome.
Sei, dentro do pê ésse dê bê.
Para para ser para o cargo majoritário.
E depois de ter sido prefeito, o senhor se candidatou a algum outro cargo? Não aí não quando eu fui prefei eu já
Para ser prefeito, eu precisei praticamente passar em cima. A família não queria. Porque eu já fui candidato lá com setenta e... Hoje eu estou com Oitenta e

Como é que o senhor tomou essa decisão de entrar para a política?
Eu falei para você por causa dessa dessa ah eh eh dessa reunião com o pessoal da igreja. E

Então, eh eh foi quase uma uma eu considero quase missão. Não havia nenhum interesse assim de de aparecer como prefeito.

Ela só foi morar lá depois que eu fui eleito.
Depois que ela virou primeira-dama.
Virou primeira

E o senhor disse que a família era cron era contra? Eh
Meus filhos e tal é, porque eu já tinha setenta e sete anos. Nunca tinha sido político, nunca tinha participado de nada na política. Uhum Eh Foi uma uma aventura.
Foi uma aventura, né?

Como é que a creche aconteceu?
A creche aconteceu de uma maneira também dessas coisas que aconteceram mais na minha vida. Eh a gente já estava em casa, dormindo praticamente, quando tocou o telefone. E esses compadres que eu conheci em Volta Redonda já estavam morando em São Paulo.

De uma creche falida. A gente, como sempre teve muita amizade, imaginou, falei ah, vamos vamos ver, né? Vamos ver se a gente...

Como é que eu eu não estou lembrando... Na rua.

E esses meninos, jovens, fizeram um piquenique e pergun a sobra perguntaram se tinha algum lugar a quem pudesse dar a sobra da da da do piquenique. E indicaram para eles essa creche. E eles levaram esse problema para o padre. E o padre cobrou dos cristãos lá.

Quer dizer, é uma maneira de vocês corresponderem àquele

Então, eu acabei me entrosando com eles Sei E to e fomos lá conhecer a creche. Realmente, hoje, Dada as exigências hoje, eu não teria nem como tocar a creche.
Como é que foi quando o senhor foi conhecer? Qual a primeira impressão? Ah
A impressão de quem quer ajudar. Porque ninguém Eu não vi os as dificuldades, eu vi o que tinha que fazer. Uhum Porque se eu fosse ver as dificuldades, eu não teria aceito.
Essa creche ela atendia crianças de zero a seis anos?

Essa creche atendia crianças de zero a seis anos?

E as crianças moravam lá. É elas Era, mas era uma penúria, porque não tinha água na rua, era água de poço, era de de era quase que esgoto aberto. Era uma casa... Então, se fosse olhar o que tinha, não não dava. Só que a gente olhou para frente. E como ela ficou doente, a casa ficou na mão de duas serventes.

Não, não não tinha. Tinha tinha o que acho que uma meia dúzia de crianças Sei Só, poucas poucas crianças. Mas estava praticamente abandonado. Né então, e aí eh, ah uma uma diretoria boa...

E acabei ficando presidente por quatro anos. Foi o começo da creche.
E aí, como é que foi esse período de mudanças na creche? Os senhores contrataram educadores
Não, foi um negócio muito lento muito, porque não tínham recursos quase. A gente fazia a festa de sorvete, fazia... Criava alguns recursos para depois ir contratando, mas teve muitos problemas.

São esses problemas que a, infelizmente, as aparecem né. Uma família que tinha lá, que no fim a gente foi ver, judiava das crianças. Mas aí a creche passou a ser mais organizada né. Um grupo de pessoas, a gente foi fazendo reformas devagar.
A creche continua na mesma casa ou mudou?

Agora, ela esse ano passado, ela essa casa antiga foi demolida e construíram um prédio novo. Mas, durante a existência dela, nós conseguimos também um outro terreno incomodado, a lá a lá ali perto mesmo, e construímos um núcleo, um novo núcleo. Então, os dois núcleos passaram a ter duzentas crianças hoje.
Sei. Bastante, né?
Bastante. Bastante E quem viu o começo até agora... Foi uma grande mudança. Uma grande mudança. Uhum e
crianças até cinco anos? Agora
Agora houve uma alteração muito grande, porque...

Como é o que é que eu ia falando? Eu cortei a o raciocínio.

Ela que fez o contato e ela com o pessoal é que.

Muito bonitinha, muito boa. Ah, eu queria contar para você que a a a a prefeitura não quis mais. Porque a creche passasse quis que a creche passasse a ter crianças bebê. E a creche não estava preparada para isso. Então teve que fazer umas adaptações. E o que a creche fazia antes, que era receber as crianças de tarde para as mães trabalharem, teve que mudar.
E agora a creche atende
Tem bebê, não me lembro não não eu não sei direito bem como é que está. Uhum
E o senhor ficou até quando na creche mais ligado? Hein O senhor ficou mais próximo da creche até quando, mais ou menos?
Foi eh porque a creche foi mais ou menos de Novecentos e setenta, por aí. Setenta Eu fiquei quatro anos Uhum Como presidente.
Como presidente. E foi um período bem intenso de Hein de mudanças nesses quatro anos. Foi um período bem intenso de
Fiquei como presidente. Depois que eu saí, eu continuei também ajudando a Creche.

Porque a gente <coughs> tentou, na época, passar a creche para a comunidade da igreja que tem ali Mas a comunidade não quis assumir a a creche. Então até hoje está está assim.

Ela tem um grupo de amigas, pessoas de posses, pessoas que... Depois que a gente comprou passou a tomar conta da creche, os donos da casa resolveram pedir a casa.
E aí?
Aí foi uma luta para conseguir dinheiro para comprar a casa. Uhum e
E aí, então, E aí conseguiu Vocês
Compraram a casa Conseguimos comprar a casa.
E hoje em dia, quem mantém a creche? A creche é
Ela é mantida por con convênio com a prefeitura e os benfeitores, pessoas que
Quem são os Que ajuda
São várias pessoas, são pessoas assim que Uhum são empresas ei já eu já não conheço mais, mais ou menos.
Mas o senhor ainda tem um contato, ainda visita a
É a gente ajuda né financeiramente todo mês.

Ela ficou, depois que nós fomos coisa, ela continuou como secretária da creche. Mas depois que ela foi para o interior, aí não deu mais.

Quando eu fui convidado, eu levei esse problema para para esse grupo de igreja. E ela, os outros não quiseram saber, mas ela assumiu.
Ah, então ela assumiu desde desde ali.
Desde o começo ela
Entendi. E

Acho que eu já falei demais, porque não vi nada não vejo nada assim interessante para você, mas a gente, sei lá, rindo as pernas.
Eh E a vida agora, como é que é?

fazendo loteamento lá, trabalhando ainda. Né Então o senhor ainda está trabalhando? Ainda estou

Aposentadoria não dava Uhum para manter. Graças a Deus também, os filhos estão.
Bem Tem netos?
Os seis moram aqui. Moram aqui eh E o senhor tem Tenho uma neta Tem um episódio que aconteceu na nossa família. O meu filho, <coughs> ele estava ainda acho que com dezenove anos, conheceu uma uma moça e acabou tendo um filho, uma filha com ela. Sem relacionamento direto, mas... E ela é filha de judi judeus. E e ela não quis a criança.

Em vez da de ir para a casa da mãe, veio para a nossa casa. Quer dizer, nessas alturas... E o episódio que tem aí é que essa, que seria a minha nora, ficou com ele um tempo depois foi embora Uhum com um amigo dele. Aí toca, a menina já tinha ido, porque eles acabaram se casando. Aí a menina já estava morando com eles. Aí, como ela aconteceu isso, nós fomos buscar a menina de novo. E ela deu um problema, porque ela foi no Juizado Menor dizendo que a gente não queria que ela visse a menina, porque ela criou um problema, precisou para a gente.

Esse foi um episódio da vida da gente que... Marcante. Marcante. Então a gente considera ela como filha, não como neta. Eu lembrei disso porque você me perguntou como se tinha neto, né? Uhum e e Tenho

Ele faz um serviço que eu nem sei direito. É uma espécie de um clip para a indústria, para saber se as propagandas dão certo. É um É um negócio parecido com isso. Eu não sei o nome E o outro trabalha no banco. A filha é a advogada. Ela está está meio desempregada.
Mas mora aqui É solteira Em São Paulo?
Está solteira.

Com a gente? Vocês Ela se formou eh dentista aqui com a gente.

Formou, trabalhou um pouco aqui, e depois conheceu um colombiano, acabou casando, foi morar na Colômbia, não deu certo, separou.
E agora está lá no México.
Depois ela casou com um argentino, está está Um fato interessante também relacionado à creche é que Essa eh essa essa irmã foi recolhida e foi morar em Di em Divinópolis. E quando eh eu fiz uma viagem, um tour de carro, eu fui até Divinópolis para conhecer. Minas Gerais. E ela, co coitada, foi uma alegria saber que a creche estava indo. Mas ela já estava... Foi mais a...
E o senhor foi até Divinópolis para se encontrar Só
Só para encontrar com ela.

Foi, sim. Eu fui até Belo Horizonte e de lá eu fui até Divinópolis.
Para contar para a irmã como é que É estava
A creche Para dar uma olhada.
E ela estava morando aonde?

O senhor se emociona fácil.

Mas deve ter sido uma viagem emocionante essa.

Deve ter sido uma viagem emocionante.

Eu não sei se... Eu não sei se ela ainda é viva, acho que já não é, mas acho que ela... E o senhor quer contar mais alguma coisa?
Não O senhor se lembra e uma coisa que ficou, que escapou. Oitenta oitenta e cinco
Anos, se a gente começar a lembrar de fatos, você não para, né? É Mas o tempo bom de de universidade foi o tempo que a gente, como eu falei para você, gostava de xadrez, disputava pela Marcmeds. Representava a escola de xadrez no Macky Mendes. Sempre fui tive um bom tempo de... Em xadrez. De xadrez Uhum Em xadrez. O resto é tudo normal.
Mas tem boas lembranças dessa época.
É, a escola foi... A juventude tudo é bonito, né? Teve episódios complicados, mas é... Eu falo, por exemplo, isso que eu gosto de dar é um testemunho de que acho que Deus sempre esteve comigo, Nossa Senhora, porque sem pai, e vivendo em pensão, poder hoje ter sido prefeito, ter uma posição de cidadão, É muito bom, porque eu poderia ter descambado tranquilamente. Quantas vezes eu me lembro que a gente poderia ter feito alguma bobagem que poderia marcar o resto da vida. Mas nunca eu nunca fui dado nem a bebida, nem a nem Uma trajetória também que foi feita... Não tem nada de brilhante, não tem nada, uma trajetória comum, só de quem? Cidadão do mundo. Uhum A única coisa que a gente fala, que sempre a gente não pode saber como é, que seria o amor de mãe. Mas tem o amor do pai e da mãe Nossa Senhora. Que é o que a gente reza e a gente... A gente agradece.
E também as outras pessoas que foram aparecendo
Sim,

Se eu for pensar assim, quantas... Tios. Aí, mas isso tudo a gente considera que é a mão de Deus, porque pôs pessoas boas na na no caminho da gente. As pessoas ruins, vamos dizer, menos boas, eu não não influíram na vida da gente. Só as pessoas boas.

Como é que o senhor se sentiu contando sua história hoje aqui? Como foi dar esse depoimento? Não eu senti
Eu senti realmente muito bem, só que estranho. Por exemplo, eu acho que não não até agora não entendi bem Porque a minha ideia aqui era pen falar sobre só sobre a creche, sobre o começo, a dificuldade, que até a gente já nem lembra direito mais para dizer, mas não pensei que fosse um tipo de entrevista assim. Sobre a história da

Vocês foram muito simpáticos, realmente me deixaram bastante à vontade. E a gente como não sabe até que ponto isso talvez possa contribuir para alguém. Se realmente tem algum valor, se possa servir. como um exemplo de alguém que foi criado assim, dá o testemunho de Deus, da família, da igreja, que eu acho que é o que falta para o mundo hoje, a religião, esse amor de Deus, esse respeito. Então, eu acho que vocês... Não esperava, achei que ia chegar aqui e iam iam Ia falar da creche eu só falava algumas coisas sem ver.